em São Paulo. E o que é que eles
Meu pai, ele tra ele é bancário já mais de dez anos e minha mãe, ela trabalha, é coordenadora pedagógica, mas já foi muitos anos professora.
Professora do quê? De

E seus avós,
Os meus avós, três deles são vivos e uh um dos meus avós, por parte de mãe, morreu ano passado. E então, tipo, até hoje eu vou frequento a casa deles tal, todos os dias tive bastante contato. Eles são daqui de São Paulo também? A minha avó, é de Serra Talhada, em Pernambuco, e uh todos os restos dos meus avós são daqui de São Paulo capital
E ela veio para Pernambuco faz muito tempo?
Ela nasce ela nasceu, ela tem acho que se se setenta e um anos, aí ela veio de lá, criança assim, com cinco anos de idade, no navio e tal, veio com dificuldade, assim, a minha bisavó acho que tinha umas tinha uns doze, não, doze não, dezesseis filhos, e quatro deles morreram, então vieram doze para São Paulo junto com ela, e aqui ela começou a crescer e tal, fazer a vidinha dela com a família.
Ela costumava te contar essa história?
Sim, bastante. Ela me conta até hoje, assim, que na verdade ela foi uma presença muito muito grande na minha vida, essa avó, por parte de mãe. Porque ela sempre ia na minha casa, assim, e minha mãe é muito apegada a ela e ela sempre sempre estava por lá. E ela contava, né, quando ela, quando, por exemplo, ela veio do navio, como que era a sensação de estar vindo, assim... Ela também por muito tempo frequentou assim as rádios naquela época, tipo Rádio Nacional. Tinha tias minhas que cantaram lá, então ela conhecia, assim, às vezes os bastidores e tal. Ela costuma falar, né, como... Ela mostra as fotos, né, e fala, nossa, como era bonita aquele tempo e tal, não sei o quê. Mas ela fala, não, mas eu só casei com o seu avô aos trinta anos e tal. Até lá eu só tive dois namorados, não sei o quê. E aí ela fala que conheceu o meu avô e se apaixonou por ele, não é mesmo? E aí com ele que ela resolveu casar.
Que bacana. E essa sua casa que sua avó ia te visitar, você se lembra de quando... Você sempre morou nessa mesma
Sim, eu moro lá no Horto desde que eu nasci. Então, lá é um apartamento pequeno que meu avô comprou antes da minha mãe nascer e tal. Comprou na planta mesmo, falando que ia crescer. Ele acreditava muito que aquele bairro ia crescer, né? E é um condomínio, assim, são treze blocos. Mora muita gente, assim, mais que uma cidade pequena. E e, assim, eu tive bas eu passei bastante coisa por lá. Ela chegava de manhã em casa, assim, quando era pequenininha, cuidava da casa, ajudava arrumar e
você viu mudanças lá? Sim eh
Foi bem diferente, assim, porque, por exemplo, eh lá o Vitória Regia Dois, ele ele era um bairro que se chama assim, é horto florestal, mas ali, na verdade, também se chama bancárias, então tem vários outros condomínios pequenininhos, assim, em torno do bairro. Então, ali, eh antigamente, assim, as pessoas, por exemplo, você nota que antigamente o nível de renda ra lá era menor, assim, hoje em dia você percebe, assim, que as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro e muitos dos meus vizinhos de antigamente, eles deixaram o condomínio e, assim, agora substituiu, sabe? Eles, como a família começou a crescer, assim, ganhar mais dinheiro e tal, eles saíram, foram para outras moradias e tal. E o condomínio Vitória Regia é engraçado porque é sempre assim. Na época em que eu era pequeno, eu tinha uns dez, doze amigos assim, que eram muito próximos e tal. Aí eu convivia bastante com ele, brin brincava bastante, que lá tem uma área grande, né? Então, brincava bastante de pega-pega, pique-esconde, polícia e ladrão, não sei o quê. Aí, com o tempo, um foi indo, outro foi indo, acabou restando, assim, eu, mais uns três lá, o resto às vezes vai visitar a gente, mas hoje em dia lá também está meio, as pessoas, assim, já não são como eram antigamente, assim, o pessoal é diferente, assim, mais mais nem aí, assim, como eu posso dizer.
Ainda tem criança lá?
Tem, é, engraçado que também isso substitui também, a geração de criança vai vindo e você vai vendo que, tipo, novas crianças estão brincando de coisas que você brincava antigamente, igual o parquinho que eu usava antes, reformaram e tal, agora está diferente, aí as crianças vão lá e brincam, tem grama

está tudo bonitinho. E tal. Você tem irmãos? Não, eu sou filho único, eu sou filho único. Então, quando era quando era pequeno, eu assim, eu descia até que bastante, assim, até uma até uns nove anos eu descia bastante. Aí a gente brincava muito de de polícia e ladrão por lá, mas tinha umas coisas que às vezes eu fazia em casa, que era meio que era meio loucura, assim, chamava meus amigos, aí juntava... bastante gente em casa e ficava eh brincando de gato mia, sabe? Aí era bem engraçado, porque a gente tinha tinha uma hora que não tinha mais ponto para brincar, né? Então você já sabia mais ou menos onde todo mundo estava, mas continuava brincando tardes e tardes inteiras daquilo lá. Aí descia no parquinho às vezes e também ficava girando naqueles negócios assim, tipo... É, não lembro o nome. A gente ficava tonto de girar o dia todo. Jogava muita bola, muito futsal assim. Teve uma vez que foi que foi complicado, que a gente estava brincando de eh de baleia, que é uma joguinho assim, ficar um do lado do outro na rua. Aí você tem que cruzar e não deixar as pessoas te pegarem. Aí a gente brincou assim a tarde inteira, só que teve uma hora que, nossa, eu... Eu corria, estava eu gostava muito de correr, assim, só pelo fato de o vento bater, assim, de sentir correndo. E aí, na hora que a gente, teve uma hora que eu fui correr, eu bati um um pé no outro, assim, eu ralei toda a minha cara no asfalto, assim, tipo, metade dela, o braço, tudo. Aí na hora que eu botei a mão, assim, estava vermelho, assim, minha mão ficou totalmente vermelha, assim, sangrando. Aí eu voltei para casa na hora. Na hora que eu cheguei em casa, minha mãe olhou assim, meu Deus, menino, o que que você fez? Você ralou toda a sua cara no asfalto. O que aconteceu com você? Me botou no chuveiro, nossa. E aquele, eu até fui no médico, porque tinha que tomar cuidado para não tirar ci, ficar cicatriz, né, ficar marca, mas daquela vez foi foi embaçado, estava ficou muito pre eh cheio de casquinha, assim, ralado, nossa. Aquela vez eu me senti mal, assim. Eu tinha olhado até no elevador, assim, mas eu não parecia que eu não tinha visto direito, assim. Aí eu cheguei em casa, na hora que minha mãe me falou é que eu senti mesmo, assim. Falei, nossa, estou todo ralado mesmo. Aquela vez foi foi tenso, foi ruim. Ah, mais ou menos. Não muito, assim. A gente ia mais para o Horto, assim, às vezes, mas bem de vez em quando. Aí, o Horto também naquela época era bem mais bonito, assim, mais tranquilo. Hoje em dia está bem degradado, assim, o parque. Você não não dá mais para andar lá como, tipo, andava há uns, que há uns dez anos atrás, tinha cinco, seis anos. O Horto era bem bem gostoso A maioria das vezes eu ia eu ia com a minha mãe, assim, poucas vezes eu fui com meus amigos. Com a minha mãe eu fui bastante, até porque lá tinha um posto de vacinação e tal, aí sempre que ia no posto, às vezes dava uma passada por lá e tal. Meu pai também gostava de pescar no final de semana, aí lá para lá do horto tinha um lugar, um pesqueiro, aí a gente ia quase sempre lá. Mas também numa vez, nessas idas ao Horto, eh quase que eu fui atropelado, assim, foi uma foi uma coisa meio de doido, assim, porque eu estava andando com a minha mãe, de braço dado com ela, aí teve uma hora que estava vindo dois cachorros na mesma calçada. E naquela época, há cinco, seis anos, eu tinha muito medo de cachorro, assim, não sei te dizer, era um medo, assim, meio bobo, agora já passou, não tenho mais medo, mas era tipo dois cachorros vira-latas que nem iam fazer nada, assim. Aí eu sei que na hora que eles chegaram perto, eu larguei assim da mão da minha mãe e eu pulei para o meio da rua assim, do nada assim, porque eu fiquei com medo, sabe? Aí na hora que eu pulei, eu vi assim uma freada assim, na hora que eu eu fechei os olhos, na hora que eu abri assim, tinha um carro assim parado uns dois, três centímetros assim do meu joelho, sabe? E na hora eu olhei, assim, o cara ficou louco, né, do motorista, ele ficou, nossa, tipo, você está louco, né, não sei o quê. Falou com a minha mãe, nossa, minha mãe me pegou, assim, na hora, depois, tirou da rua, ela começou a chorar, assim, de tanto medo, assim, sabe. E eu sem saber o que fazer, assim, porque, sei lá, foi muito estranho, assim, mas por pouco, assim, não fui atropelado em cheio pelo carro. Eu levei, aquela vez eu levei um susto. Depois que eu fiquei mais velho, eu parei para pensar, eu falei assim, nossa, minha mãe falou assim, aquele dia você me deu um susto, sabe, que senão você podia ter dançado mesmo.
E sua mãe, ela é bem presente na sua vida? Sim, minha mãe é
Até porque, assim, minha mãe, ela me levou desde pequeno até... Agora, mais hoje em dia, eu saio mais sozinho, né? Eu vou para os lugares mais sozinhos. Mas quando eu era pequeno, minha mãe me levava para todos os lugares de São Paulo. E como ela era professora de artes plásticas, ela tinha o costume de ir em várias exposições, assim, centros culturais, teatro e tal. Então, ela me levava para cima e para baixo, literalmente, assim, coisas de ir até... o extremo da Zona Sul, ao extremo da Zona Leste, e falava assim, não, você tem que conhecer São Paulo, você tem que aprender a conhecer São Paulo e tal, não sei o quê. E aí ela me levava muito para o Centro Cultural da Vergueiro, assim. É um lugar que ela tinha muito costume de me levar. E lá ela ficava estudando ainda, uma época que ela fazia faculdade, que ela me teve muito nova, assim, com uns vinte e três anos. Ela estava terminando faculdade ainda e tal. Aí depois ela foi se especializando e eu continuei saindo com ela. Aí, mais ou menos nessa época, ela me levava lá para estudar com as amigas dela e tal. Aí eu ficava no centro cultural. E lá eu era pequenininho, assim, tinha uns seis anos, não lembro, cinco por aí, ou sete. Aí eu ficava andando por lá, pegava livro, ela me dava livro para ler. E lá também tem a discoteca de disco de vinil. Aí teve uma tarde que eu estava assim, ela sentada com as amigas, eu lá, eu não sabia meio o que fazer, assim. Aí eu sentei lá, perto dos discos de vinil. Aí o senhor lá, eu até eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Eu lembro que eu sentei lá e ele olhou assim para mim e falou assim, você não quer ouvir nada? Eu falei assim, ah, eu não sei o que ouvir, né? Aí ele falou assim, ah, está bom então, vou dar um negócio para você escutar. Aí eu sentei assim na na poltrona que tinha lá, era antiga, botei os headphones, né? Aí fiquei esperando, ele pegou um disco de vinil assim. Aí na hora que começou a tocar, eu não sabia o que que era. Mas depois eu fui saber que era o Led Zeppelin quatro, eu acho. E aí, nossa, aquele som me fez uma... Que música legal! Isso que eu comecei a curtir, sabe? Ele me dava ele ia colocando ele pês até a hora que minha mãe vinha me buscar. E aí, nisso eu fui aprendendo a ouvir essas coisas assim, música Led Zeppelin, êi cí díi cí. Nossa, foi ali foi onde eu aprendi a ter cultura musical, literalmente. Acho que se fosse um tiozinho que gostasse de pagode, eu provavelmente seria diferente do que eu sou
hoje. <laughs> Você lembra de outros lugares assim que ela te levava?
Além do centro cultural, deixa eu pensar eh... Eu já fui muito no Ibirapuera com ela, ver exposição no MAM, lá no MASP. Aí eu lembro que, tipo, tinha um lugar lá que era meio de ferro, assim, eu passava tarde com ela jogando pedrinha no negócio de ferro, que ele faz um barulhinho engraçado, assim, sabe? Faz um barulhinho diferente, assim. E lá também ela me levou no Detran, que tem a mini cidade, assim, sabe? Aí tem os carrinhos, dá para aprender as noções de trânsito e tal, não sei o quê. Fui muito lá no Ibirapuera, andei com ela de bicicleta, pass uh por lá já. Também já fui muito no teatro que tem aqui em Santana, tinha aqui em Santana, lá em Santana, perto de casa, que é um teatro municipal, e eu fui ver peças, bastante peças com ela lá. Ai, deixa eu pensar. Ah, mas isso, talvez me lembre mais para frente, mas foi mais isso que eu vi com
E ela te levava também para escola?
Para escola me levou muitas vezes também. Porque, e dessas vezes, é engraçado que assim, na hora que eu nasci, ela estava fazendo faculdade e tal, se especiali fez uma pós-graduação mais para frente. Só que ela parou de trabalhar, na época que eu nasci, para cuidar de mim. Aí, quando eu completei mais ou menos uns doze anos, ela voltou a trabalhar. E aí, nessa época que ela voltou a trabalhar como professora, ela fez o concurso e tal... Só que quando você volta, assim, quando professora, ela trabalhou um tempo só como professora até eu nascer, acho que uns dois, três anos, e aí volta com pouca pontuação, né? Então, as escolas que ela con que ela conseguia era assim, era eh... tem o horto florestal. Aí do Horto Florestal, imagina mais uma hora e meia do Horto Florestal até o Jardim Peri Alto, que é lá perto, assim, aí tem vários jardins lá. Então, eu ia muito, eu fui muito com ela para escolas, assim, de periferia, sabe? E eu passei bastante tempo da minha, tipo, indo lá e tal, na nas férias, às vezes ia junto e tal. Mas era era bem legal, assim, até porque demorou até, assim, demorou um certo tempo até ela conseguir escolas mais próximas de casa. Então, eu já eu fui muito já nesses bairros, assim, Jardins e tal, não sei o que, que era que era mais o pessoal mais mais humilde, assim. Eu acho que foi muito importante isso porque eu não eu aprendi lá, assim, tem muita gente que sabe fala, ah, Jardim Peri Alto, mó ruim, sabe, não presta, lá só tem gente ruim, não sei o que. Mas não é bem assim, sabe? Tem gente muito boa, decente, que luta para deixar o filho na escola. E minha mãe, ela tinha ela trabalhava forte assim, sempre trabalhou forte para fazer com que os alunos tivessem a oportunidade de fazer um quadro sabe, montar uma peça de teatro, uma coisa diferente. Então, ela sempre corria atrás de coisas, assim, ia atrás do diretor, mas sempre também teve teve casos difíceis, assim, que tinha que chamar a polícia, chamar a mãe e pai para ir estar lá do lado, conversar com a criança. Às vezes, o pai e a mãe não tinham condição de dar assistência também, mas teve muitas coisas legais que eu vi. Por exemplo, essa escola no Jardim Peri Alto, que chamava Ambrosa, assim, era uma escola Assis Ambrosa, alguma coisa assim. Era o ponto final do ônibus, era lá. Aí a gente o ônibus saía passava perto de casa, a gente pegava ele, aí demorava mais ou menos uma hora até o Jardim Peri Alto, subia o morro. Ele subia literalmente o morro. Começava lá e ia em cima, que a escola era num topo. Aí lá chegado chegando lá, era uma escola assim era uma escola bem feia assim, bem acabada, sabe? Os vidros tudo quebrados, pichados. Assim. Aí minha mãe entrou, pegou eh de Aí ela começou a fazer trabalhar com eles e tal. E no final do ano ela fez uma peça com a oitava série, assim. E aí foi engraçado porque eu participei, assim. Eu fui, ajudei a montar cenário, eh ajudei lá o pessoal com figurino. A gente conseguiu transporte para eles, van para levar para até outra escola que tinha... Porque no Assis não tinha teatro. Aí ela teve que ir para outra escola lá, mais próxima, para ir no teatro. Aí ela chamou eh uma que é gente da imprensa também para ir lá, não sei o quê. Ela tentava de várias formas, assim eh, fazer com que melhorasse lá a vida do pessoal. Aí foi legal aquela vez.
Então você conheceu o pessoal de lá?
Eu conheci, assim, eu não tive depois muito, não ficou muitos amigos lá, mas eu conheci bastante alunos dela de lá, assim. Depois no no Padre Antônio Vieira também, que foi perto de casa, eu já fui várias vezes lá. Aí teve, ela fez peça de teatro com o pessoal do ensino médio também, foi bem legal.
E a sua escola era no
Não, eu estudei o o jardim, o pré-primário, perto de casa, muito próximo, eram uns quinze minutos de casa, chamava Lua de Cristal, assim. Era uma casa, aí tinha uns brinquedinhos na frente, e tinha lá salas e tudo, e no fundo tinha um campinho, assim, para brincar. Aí lá eu passei do jardim um até o prézinho e tal, fazendo tudo lá. E era engraçado que tipo os amigos do Vitória Regia dois que eu conhecia, eles faziam o jardim, o pré comigo também na mesma escolinha. Então a gente se via praticamente todo dia. Aí eu ficava de manhã lá e às vezes ficava integral. Aí depois de lá eu fui para a escola maior, que era o Colégio Santana, que é no bairro de Santana também, na Voluntários da Pátria. E lá eu estudei da primeira até a oitava série. Na Lua de Cristal na Lua de Cristal assim foi era engraçado porque tinha bastante coisa que aconteceu por lá assim, que eu me lembro até hoje. Por exemplo, o campeonato de judô assim, que tinha muito, era gostoso de fazer. Eh e às vezes também na não teve um dia especificamente lá que a gente eu passava de quarta-feira o dia inteiro lá, porque a minha mãe ia trabalhar de professora ainda naquela época, que ela ainda não tinha parado de trabalhar, ela parou um pouquinho depois, acho que não lembro, talvez estava com quatro anos, não lembro. Aí eu sei que ela parou aí, mas às vezes enquanto ela trabalhava ainda, eu passava o dia inteiro lá. E aí teve um dia que foi absurdo assim, que fechou o tempo e começou a chover assim, mas chover chuva de granizo assim, de granizo, pedra... Eu lembro que eu vi uma pedra assim, desse tamanho, e assim, dessa grossura, assim, era e é verdade, juro, não é mentira, é verdade. Foi assim hum, e choveu tanto, tanto, tanto, e aí eu lembro que todos os meus amigos ficaram na escola, assim, porque os pais não conseguiam ir buscar aqui. Ficou um trânsito ruim em São Paulo e estava chovendo muito forte, né? Estava perigoso de andar na rua. E a gente lá vendo as pedras, assim, tipo, nossa, está chovendo gelo, sabe? Foi engraçado, assim, era novinho. Aí depois, só bem de noite, aquele dia foi estranho, porque a gente ficou até de noitão, assim, noitão. Horas, oito horas da noite, dez horas. E aí, chegando lá, eh ela minha mãe foi me buscar. Engraçado, foi minha mãe, mas chegou todos os pais, assim praticamente ao mesmo tempo, indo buscar os filhos assim. E foi engraçado, a gente ficou assim abismado com a chuva de granizo. Assim foi a primeira chuva de granizo acho que eu vi na minha vida. Aí foi impressionante para gente, a gente ficava, nossa, fantástico o gelo, né? E a tia da... ficava É, o chão ficou cobertinho de gelo e a tia da escola falando, não, não vai no gelo, não sei o que, faz mal e tal. Todo mundo ia,
Não e adiantava. E você almoçava lá então também?
Sim, eh o almoço o almoço era um certo problema, assim, porque minha mãe, assim, eu sou magrinho, certo? E minha mãe, ela achava que eu não comia quando eu era pequeno. E por achar que eu não comia, ela fazia, assim, umas umas lancheiras, assim, era tipo uma marmita para mim, entendeu? Só que eu tinha, o quê? Quatro, cinco anos menos até, Então eu chegava assim, eu abria a lancheira, todo mundo ia no refeitório comer e tal. Eu abria a lancheira assim, tinha uma maçã, um negócio, um lanche, um suco, não sei o que, um iogurte e tal. E aí eu não aguentava comer, não dava, tipo, todo mundo saia do refeitório e ficava só eu lá. Aí a tia, eu lembro que tinha uma tia que ela arrumava as coisas assim... Isso antes do almoço, né, até. Aí ela estava preparando o almoço, ela passava, assim, perto de mim e falava assim, você não aguenta comer tudo isso, né? Ah, dá aí para mim, vai. Aí eu ela comia, tal um pouquinho, aí eu voltava para sala, porque era um absurdo. Minha mãe achava que eu trabalhava na Sabesp, praticamente. Eu estava numa escola, era muito pequenininho, não aguentava comer. E era sempre umas lancheiras, assim, astronômicas, era um absurdo. Eu lembro que eu ficava assim, eu era sempre o último a terminar o lanche, assim, eu ficava lá. Aí a tia falava assim, eh você tem que falar com a sua mãe para ela não colocar tanto, não sei o que, aí vai fazer o que, Aí chegava tarde de tarde na aula, eu era o último a chegar, assim, sentava de barriga cheia para variar sempre.
E os outros espaços da escola, né? Você me falou que tinha um lugar que tinha
É, o lugar que tinha brinquedo, ali a gente era mais um escorregadorzinho, aí um negocinho de girar também com as crianças. E tinha o principal lá era, tipo, o campinho no fundo, assim. Porque lá a gente jogava bola e tal, e tinha muita coisa de... Aqueles tatuzinho bola, sabe? Aqueles pequenininho. Então, era uma loucura, assim, porque todo mundo corria atrás, assim, era todo dia, sabe? É engraçado, hoje eu penso assim, todo dia a gente ia atrás, tipo, caçando tatu-bola lá no meio do mato, lá. Aí voltava todo sujo para sala, as tia ficava brava com a gente. Mas não tinha jeito, a gente brincava lá e tal, às vezes tinha um pouquinho de lama, assim. Então era sempre o costume da gente jogar bola lá, fazer qualquer coisa lá. Era gostoso, assim. Hoje em dia a casa ainda existe, mas a escola já não tem mais. Não é mais lá. Nem sei o que aconteceu com a Lua de Cristal, falando nisso.
E aí, quando você foi para o Colégio Santana, o pessoal do Lua de Cristal também foi? Não, o colégio

foi totalmente diferente, assim. Até porque a Lua de Cristal era uma casa, assim. De Era uma casa relativamente grande, mas mesmo assim um lugar pequeno, né? Todo mundo se conhece, né?

Aí o Colégio Santana, não. O Colégio Santana já era de primeira tinha o pré... Lá tinha o pré também, vai até o final do ensino médio.

É um colégio, assim, realmente muito, tipo, já bem grande, assim, e tal. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, assim, era bem pequenininho, né? Aí eu E lá tinha uma figueira, assim, enorme, assim, era o símbolo de lá era a figueira, né? E aí eu sentei, assim, perto de um pátio, que tem um pátio grande, assim, aí no meio tinha a figueira. Aí a gente sen eu sentei lá e fiquei esperando assim dar o sinal assim, mas sem conhecer absolutamente ninguém assim. Tudo muito estranho sabe, muito grande. Sim, era um, saí de um lugar, de uma estrutura totalmente pequena assim, de um ovinho, para um colégio de Santana assim que era era totalmente enorme assim, diferente. Tinha cantina e tal. Tinha muita gente né, muita gente grande também, principalmente. Né? A criança acho que repara muito nisso. Eu lembro, eu olhava assim o pessoal do ensino médio né e falava assim, nossa... O pessoal já é adulto praticamente, né? Fiquei pequenininho e tal, não sei o quê. Aí eu lembro, tocou o sinal, eu fui para sala e ali começou as histórias do Colégio Santana ali para frente da primeira série. Mas foi realmente um dia muito estranho, meu primeiro dia de aula, assim, ficar perdido, assim, no meio do pátio, assim, aquela figueira enorme e tal, não sei o quê. Até que eu, depois da primeira semana, assim, já me enturmasse um pouquinho.
E como que é? Tinha uma professora só que...
Era uma professora, e eu lembro até o nome dela, e ela continua dando aula lá no Colégio Santana, eu já vi ela trazer, chama chamava Jussara, assim, e era era gostoso lá porque tinha, assim, a semana e tal, toda sexta-feira deixava a gente jogar bola, né, então o grande esperado da semana era sexta-feira para jogar bola, né, o resto da semana tudo bem, a gente faz as coisas e tal. fazer as atividades lá, tudo do jeito, mas sexta-feira era sagrado o dia de jogar futebol, assim, e era muito gostoso lá. E depois que eu peguei mais amizade com o pessoal, aí foi praticamente se mantendo, assim, a mesma sala e tal, e aí foi gostoso, porque tinha bastante gente, bastante criança, né, e era... tinha um espaço muito grande, então a gente... Corria para cima e para baixo do Colégio Santana. Por exemplo, lá é um colégio de freiras né, então a gente costumava brincar muito de polícia e ladrão, porque tem muitas assim o Colégio Santana tem muitos lugares escondidos assim, muitas passagens, então a gente sempre entrava no meio das coisas assim e tinha umas horas que a gente entrava que tem o lugar que as as irmãs dormem. E aí era engraçado, porque lá tinha uma grade, assim, mas tinha dias que às vezes a grade estava aberta, né? Aí, criançada, não tinha outra, né? Entra no negócio das irmãs para se esconder. Aí ficava lá, às vezes, aí, foi teve um dia descobriram, lá, amigos meus, lá, irmã, lá, nossa, foi embaçado, os meus amigos foram para a direção, lá, não sei o quê, porque não podia entrar no vestiário das ir no vestiário das irmãs, onde elas dormiam, né? Aí a gente se enfiava em tudo quanto é lugar. Tinha até cozinha, entrava no meio da cozinha lá, com as mulheres cozinhando e tal. Tinha um sino também, tinha capela, aí entrava na capela, entrava no lugar que tinha um sino no alto do colégio. Aí tinha várias várias coisas, assim, eh que a gente entrava na direção, às vezes também entrava para se esconder em sala de aula. Era um barato, assim, mas aí depois os seguranças lá começaram a saber onde a gente se escondia, aí não adiantava mais, porque se o cara não pegasse que era o policial, o segurança vinha e tirava a gente de volta para o

Aí não tinha jeito. E você... Ah, eu ia te fazer Ah, você é religioso?
Lá no Colégio Santana, sim, era educação católica, né? Mas ãh a minha mãe, ela sempre teve mais o lado, ela sempre foi mais, ela se tornou evangélica, mais ou menos há uns E aí ela me levava muito nas nas igrejas evangélicas, assim. Então, no Colégio Santana eu praticamente assim, eles... Claro, não tinha necessidade de ser católico para estar lá, mas eu sempre mantive, sempre fui evangélico enquanto estive lá, assim, até até mais ou menos agora. que eu frequento a igreja evangélica com um pouco menos de assiduidade, assim mas eh eu posso te dizer, respondendo exatamente, que eu não sou muito religioso assim, apesar de eu ter de eu acreditar em Deus e não poder dizer que eu sou um ateu. Assim, é que eu não sei, religião, para mim, ela adquiriu um conceito meio diferente assim depois de um tempo. Apesar da minha mãe ter me levado muito assim na igreja evangélica, Acho que o problema, né, só foi o problema, assim, de eu ir lá é porque depois que eu comecei a ficar mais velho, assim, aí eu começava a frequentar, aí teve uma vez eu fui perguntar, assim, umas coisas para o pastor, sabe? Eu fui perguntar, assim, coisas normais, sabe? Mais sobre, por exemplo, sobre a questão da tolerância, sabe? De você respeitar o próximo e tal, não sei o que, e aí... Aí engasgaram para me responder. Nisso foi vários lugares que eu fui, deram uma engasgada. Aí eu falei ah assim, eu achei eu não achei mais legal. Assim aí eu aí eu me distanciei um pouco. Mas às vezes eu vou, sim. Continuo indo. Tem gente muito legal que eu conheci em igrejas evangélicas. Assim, uma turma bem legal. Você tem amigos lá? É, alguns amigos, sim. Não não muitos, assim, porque eu sempre falto, né? Então todo mundo fica meio, né? Ah, você nunca vem, não sei o que e tal. Mas quando eu vou, assim, tem um pessoal que eu conheço, assim, que é que é bem legal, sabe? Um pessoal bem acolhedor, assim, bem bem divertido, assim, de se falar também. de ir junto com amigos, ãh quando, até a oitava série, eh eu ficava muito no Colégio Santana, assim, mas eu tam eh hoje em dia, assim, o lugar que eu mais vou, tipo, todo dia é Avenida Paulista. Avenida Paulista, meu Deus, a gente, que a gente já não passou lá é é um absurdo, assim, tipo, teve uma vez, aliás, foi bem recentemente, assim, a gente sentou, assim, no vão do MASP, né, Aí lá no vão do MASP, né, tem muito tem muito maconheiro, tem de tudo para falar a verdade, né, tem gente louca, não sei o quê. Só que aí a gente sentou assim, eu, ah a minha namorada e a amiga dela, né, que a gente sai bastante. Aí sentamos lá, tal estava conversando assim, olhando mesmo, hora passar que a gente ia ver uma peça de teatro. Aí senta ao lado um senhor, assim, com uma camisa com a seguinte inscrição. Era um eme, grande assim, do McDonald's. Só que em vez da propaganda, estava escrito assim, Marijuana, embaixo. E amo muito tudo isso. E era um senhor, assim, já de uns setenta anos, sessenta, assim. E ele estava vestido de roupa social. A calça social, sapato social, camisa e a camiseta por cima. Aí, sei que ele sentou perto da gente assim não sei o quê, aí passou um helicóptero, sei que do nada ele começou a falar assim tal, e a gente foi descobrir que ele era ele era formado em três faculdades de Química, Psicologia e Letras na USP, e que ele já tinha e ele começou a contar as histórias dele, Nossa, ele tinha sido, acho que, um dos primeiros paparazzis, tal, não sei o quê. E ele estava lúcido, assim. Eu pensei, teve uma hora que eu desconfiei. Eu falei assim, ah, esse cara deve estar meio doido, né? Mas ele recorria às datas, assim, com muita precisão, sabe? Com muita muito foco, assim, e tal. E ele era formado em psicologia. E ele fazia referência à sociedade de psicologia lá, à Associação bra Paulista de Psicologia, na Paulista. que ele morava lá perto e tal. E tudo aí, eu sei que a gente... E ele falava muitas coisas, assim, de... Mesmo de experiência de vida, sabe? Coisas que às vezes fazem meio que você pensar, assim, e a gente saiu de lá falando assim, nossa, meu Deus, esse velhinho... Ele falou, tipo, muita coisa para gente hoje, contou, tipo, a história inteira dele, sabe? No vão do MASP, assim, foi... A gente passou umas três horas com ele lá, aí depois a gente foi ver a peça, assim, mas foi muito surreal, sabe? Uma pessoa que do nada, assim, num vão do MASP, que você não espera nada, você fala assim, nossa... E ele veio assim com umas super histórias assim muito engraçadas. Assim, foi um dia ti tipo surreal, aquela aquele encontro com Não, ela eu conheci na ETESP, na ETESP. Quando eu entrei, na verdade, eu comecei a namorar com ela eh nesse faz um um mês e meio. Um mês e meio que eu estou com ela. Aí a gente era só amigo, assim. Aí teve uma hora que assim começou ela veio falar um negócio comigo, uma semana e tal, não sei o quê. Aí a gente ficou meio assim num, sabe, vai, não vai. Aí teve uma viagem para Campos do Jordão com a escola, um final de semana em Campos do Jordão. Aí de lá eu falei com ela, tal. Aí uma semana depois a gente começou a ficar junto, assim. Aí foi foi engraçado, assim, porque desde lá... Sei lá, parece até meio estranho assim, parece que eu estou com ela há mais tempo, porque é tipo um ano e meio que a gente se conhece, porque as salas na ETESP são assim, você entra lá e lá tem assim um sorteio. Então, você passa no vestibulinho, eles jogam no computador seu nome e vai para quatro salas diferentes, que é o Alpha, o Beta, o Gamma e o Delta. Aí a minha sala é assim, você caiu no Delta, é a sala que você vai ficar até o final do terceiro ano. Então o primeiro ano a gente passou junto né, na mesma sala, o segundo ano também. E estamos até agora lá, no segundo Delta.

Os dois juntos. Chama Flávia. E Marcelo, voltando um pouco lá para o Colégio Santana, você me disse que você gostava de jogar futebol.
Uhum. Ah, o Colégio Santana, as partidas de futebol lá eram coisas assim, tinha sempre dava alguma coisa, então às vezes às vezes dava briga, às vezes dava lance legal, assim, que um falava não sei o que e tal, principalmente depois que a gente ficou mais velho, assim, né, quando fica mais velho, quando você é novinho, o futebol ainda é brincadeira, assim, um pouquinho, a criança ainda leva na na brincadeira, né, só vamos brincar, tal, não sei o que, aí depois quando você chega assim mais velho, começa o negócio a ficar sério, aí umas divididas começam a olhar feio para você, começam a dividir mais forte, né, Aí teve vezes que era engraçado, porque até até hoje eu ainda não sou muito bom. Mas quando eu era moleque, assim, da quinta série, eu só descia... Nossa, eu dava muita pancada nos caras, coitados. Meus amigos, eles falavam assim, meu, calma, né? Depois eu fiquei mais velho, eles falavam assim, meu, você era muito cavalo, né? Tipo, a gente dizia, você batia muito. Teve uma vez, por exemplo, eu estava jo a gente jogava, aí meu amigo, tinha um amigo meu que ele jogava demais, assim. Ele era muito... Ele é bom até hoje, ele é muito bom. e aí eu estava na acho que na quinta série, e eu lembro que ele me machucou uma hora, eu falei assim, nossa, aí eu ele me machucou, mas eu sentei assim, que eu não aguentava mais jogar, ele acho que me deu uma pancada, aí eu sentei assim na quadra, eu fiquei olhando o jogo passar, e no final do jogo eu falei assim, sabe o que é, eu vou levantar, eu vou derrubar ele, mas vai ser a última coisa que eu vou fazer jogando bola, mas eu vou chegar... firme nele que ele vai aprender aí não deu outra nessa, dei um carrinho nele que eu lembro que ele voou assim ele voou na minha frente e ele caiu assim de costas no chão nossa, aquele aí a gente quase brigou aquele dia e tal, hoje ele dá risada assim para mim que eu falo, né aí ele falou assim, é, você também é fogo, né mas aquele dia, nossa, foi foi engraçado demais porque eu nunca, acho que depois daquilo eu parei de dar porrada, que eu falei assim, não, chega vai que acontece alguma coisa séria, né não e além do mais futebol é brincadeira e tal Mas daquela vez, nossa, eu lembro ele voando, assim, perto de mim, que eu cheguei com muita raiva nele. Nossa, foi um absurdo. E tinha um teve... E outra coisa de futebol marcante lá foi, assim, final de de Olimpíada lá, na oitava série. Que a nossa oitava série, assim, foi um momento, assim, que foi uma oitava série muito legal, porque a gente... Era uma sala muito diferente, assim, no Colégio Santana. Até os professores lá diziam, assim, nossa... Não teve nenhuma sala igual a vocês aqui, porque vocês fizeram muita coisa diferente, assim, e tal. Aí, na oitava série, eu já ia eu já estava meio sabendo que eu ia sair do Colégio Santana, porque eu já não estava muito mais afim de ficar lá, e tal, já tinha prestado ETESP e tudo. Aí teve a Olimpíada lá, que era o último jogo, assim, que a gente ia jogar junto, futsal, né? E aí foi engraçado, porque foi eu e mais três amigos. Estava faltando um no time para completar, que seriam cinco, né? E a gente jogou contra a oitava bê, que era assim, oitava á e oitava bê era uma era uma rixa forte, assim, e forte mesmo, assim, eram pessoas totalmente opostas de uma sala para a outra. Aí no jogo de futsal, assim, eh foi um foi a final é, acho que foi a final das Olimpíadas, a gente jogou com um a menos, assim, saímos perdendo, foi um foi uma coisa de louco, assim, eu sei que a gente conseguiu empatar o jogo, E nos pênaltis a gente ganhou assim, foi aquele negócio assim, o ginásio inteiro lotado né e ah, todo mundo torcendo assim, aquela tensão no ar. Foi gostoso de jogar assim, foi o último jogo de futebol que eu tive com os meus colegas assim de colégio instantâneo, valendo lá mesmo. Aí eu lembro que a gente jogava assim, a gente antes de começar a partida assim, não vamos jogar com com vontade, com raça, e cada um deu sangue assim naquela partida. Foi engraçado por isso, assim com um a menos, assim a gente correndo sem parar, a gente saindo suado. morrendo assim, acabando o jogo, a gente estava desmaiando lá na quadra praticamente, mas foi gostoso aquele jogo. Nossa, a gente a gente correu, a gente lutou aquela vez, foi engraçado, foi uma lembrança boa que eu guardei do Colégio Santana, aquela.
Você gosta de jogar em posição? Eu
jogo normalmente agora de de ala, assim, no futsal. É que eu corro bastante, aí não sou muito bom, mas correr eu corro, aí dá para o gasto, aí a gente sou bom nisso, se diverte.
E você estava falando que na sua oitava série você vocês fizeram muitas coisas diferentes. O quê? Na oitava série foi foi bruto
Porque Oitava, sim. Eh A gente, da quinta série até a oitava, da quinta até a sétima, era sala exemplar, assim. Era sala que todo mundo estudava, tirava notas boas, tal, não sei o quê. Só que aí, na oitava série, assim, não sei se é um momento, assim, que está todo mundo meio mudando, assim, e tal... E tinha chegado muita gente nova também. Aí, eu sei que a gente começou, assim, a ser meio que... Ir contra, assim, algumas coisas do Colégio Santana. E aí, tinha um... O nosso professor de história, por exemplo, ele se estimulava muito, assim, a gente a pensar, sabe?

Não, não não seja como, tipo, as pessoas querem, sabe? Tenha a vida de vocês, tal. Pensem por vocês mesmos aí. No e tal, nossa, como tinha coisas. Eu lembro que a gente, eh por exemplo, teve uma história que foi meio bizarra, assim, mas foi engraçado. Teve um amigo meu, que ele fez aniversário, ele chamava Vitor.

A gente, no aniversário dele, a sala estava tipo tão zoando tanto as coisas, que pegaram ele, assim, uma hora, deram o chamado cuecão. Vocês sabem o que é isso?

Então, aí aí, só que deram, tipo, todos os caras da minha sala, tipo, todos, eram uns dez nele. E, tipo, levantaram ele, assim, de rasgaram a cueca dele. Não bastando isso, foram no mastro da escola, tiraram a bandeira do Brasil e hastearam a cueca dele rasgada no mastro. Isso foi só uma coisa do que os amigos meus da minha escola fizeram. Outra coisa, assim, que a gente fez, eu lembro que teve uma vez que a gente fez um protesto, assim, na escola, porque... Como é que era? Porque a gente ah... Tinha uns professores nossos que estavam meio que... Tipo, não estavam dando uma aula legal, assim, para gente. Aí o nosso professor de história falou assim, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão descer. Eles querem que vocês sejam de um jeito só. Sabe o que vocês vão fazer comigo? O professor de história colocou a gente, assim, em fileirinha. Um andando de mãozinha dada com o outro em fila indiana. E a gente passou, assim, na frente da sala da direção, assim, sabe? E aí, tipo, para ele foi uma barra, porque a direção depois pegou firme com ele, né? Falou assim, ou, o que que você está fazendo com nossos alunos, né? Pô, está incitando os caras a a pensar em não sei o que, tipo, irem contra da gente, não sei o que, não sei o que lá. E o professor, não, imagina, eles que eles que pediram, né? Eu, não sei o que, foi engraçado aquela vez. Professor de História foi foi bem legal, e assim, daquela vez, do da oitava série, a gente estava querendo mesmo mudar, assim, o colégio, sabe? Procurar, porque lá é uma coisa meio assim... Tipo, eh como era era grande, assim, mas era as professoras te conheciam, as pessoas lá te conhecem. Depois de oito anos também lá, as pessoas acabam me conhecendo também. Então, tinha muito aquela coisa, ah, fulaninho é legalzinho, né, vai vai com ele e tal. Então, a gente tipo não queria que ninguém fosse, sabe... privilegiado, assim, queria que cada um fosse individual lá, cada um fosse cada um. Isso foi engraçado, assim, fora essas coisas, assim, de de histórias de... que aconteceu de cuecão, assim, e tal, e outras vezes que a gente eh saía... deixa eu lembrar, teve uma história... Ah, teve umas vezes que quase quase derrubaram o negócio de troféus lá, era um tinha um armário de troféus e tinha um corredor grande assim, era um corredor, era jardim de inverno, né, e era um corredor, só tinha uns bancos de um lado e de um lado não tinha nada, então, adivinha, né, pegava lá e todo mundo se jogava assim, era uma maravilha, Só que no final tinha um negócio de troféus, assim, aí teve um dia que um amigo meu ele não conseguiu parar, de tão veloz que ele estava, o negócio de troféu quase cai assim nele, assim, tipo, quase derruba tudo, assim, quebra tudo. Aí a gente, nossa, sei que teve uns troféuzinho lá que caiu lá, quebrou, a gente saiu correndo no pau, assim, e depois todo mundo só procurando lá quem que tinha quebrado os troféus lá do colégio, né, que tinha vencido a Olimpíada, não sei o que e tal. Aí ficaram procurando a gente um tempão lá até até descobrir, mas ninguém achou, né? Sorte que ninguém achou também. Fora as outras vezes também que fazia, meu Deus, guerrinha de papel no meio da aula de artes. Tadinha da professora de artes, eu tenho muita dó dela, porque ela virava de costas assim, era um absurdo, porque a sala inteira ficava assim, e ela olhava de novo e todo mundo continuava, entendeu? E ela não falava nada. E atingia ela, tadinha. Coitada, tenho muita dó. Depois que eu parei asaim, eu falei, meu Deus, como a gente o que a gente fez com aquela professora, né?
Coitada, ela era era gente boa. Marcelo, e aí você estava me falando que você estava com vontade de mudar algumas coisas no colégio, né?
É que o Colégio San o problema do Colégio Santana, até até hoje assim, por exemplo, lá começou a perder muitos alunos, porque teve outros colégios de lá que começaram a crescer muito assim, por exemplo, o Salesiano. Não sei se vocês já ouviram falar uh, tem os o a congregação lá dos padres, e eles fizeram um colégio enorme assim, enorme mesmo. Tal tem um teatro lá de oitocentos lugares, construíram uma faculdade agora recentemente. Então, depois de um tempo, o Colégio Santana começou a perder as as uh os alunos, assim. E tanto que depois no a figueira, que era grande, assim, era a árvore enorme, até caiu depois de um tempo o Colégio Santana. A gente falava assim, foi a derrocada do Colégio Santana. Porque, assim, a gente, na primeira série, quando eu entrei, o pátio de lá era lotado. E era um lugar grande, então tinha muita gente, era tipo... três salas de oitava série, quatro salas de oi de sétima, eram muitas salas mesmo, com muitas crianças. Aí, de repente, de um tempo, começou a, sabe, a a diminuir, assim, então começou a ter duas salas de oitava, uma até uma sala só e tal. E aí a gente falava que era, tipo, lá era ruim, assim, porque... Assim, é diferente a noção de escola particular e, por exemplo, depois de um tempo que eu fui para a ETESP, assim, por exemplo, na escola lá tinha muita coisa daquela, sabe? Eu pago, então eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Então, por exemplo, não repetia as pessoas, sabe? Então, a gente falava assim, poxa, tem um monte de gente aí que não faz porcaria nenhuma e quem faz, sabe, corre atrás para estuda, não sei o que... vai passar de ano do mesmo jeito, sabe? Só porque chega lá o pai e fala assim, não, eu banco aqui o negócio, entendeu? Aí a gente falava assim, não, isso isso está isso está errado, né? Isso está errado, a gente quer que a pessoa passe por mérito, né? Não porque, sei lá, pague ou que seja conhecido, entendeu?

E a gente falava muito disso, assim, e também porque não tinha, assim, eh como eu posso dizer, muita muita liberdade, assim, da gente ir na biblioteca, por exemplo. A biblioteca a gente praticamente... Não podia muito ir, assim, pegar os livros, assim, sabe? Não era muito comum, assim, de ir na biblioteca. Assim eh, meio que era meio protegido, assim, para os alunos não irem. poxa, se a gente não pode ter acesso à biblioteca também, né? Que Por quê, né? Por que não, né? Não sei o quê e tal. Tinha umas coisas meio, sabe, ah, não pode jogar bola no intervalo, não sei o que, muita muita proibiçãozinha assim pequena, assim, que às vezes não adianta, sabe, e aí a gente tentava, e a gente, assim, conseguiu bastante coisa, assim, de, sabe, poder ir mais na biblioteca, pegar livro, ficar lá mais tempo, ficar fazendo trabalho mesmo, só se juntar, sabe. Jogar bola no intervalo, eles não a gente que fez as pessoas jogarem, deixar ele jogar bola no intervalo depois da aula e tal, estimulava. Depois a gente gostava de ficar depois da aula, às vezes no colégio um pouco, aí depois de um tempo eles liberaram mais, ficava depois da aula e tudo. Colocaram mais curso de de teatro lá e tal, tinha dança, música depois de um tempo. Colocaram a mesa de A gente fez faz bastante coisa lá para ter mais coisa que fazer, assim, se divertir mais, sabe? Foi bem legal. O grêmio o grêmio chegou a época que eu estava para sair, assim, na oitava série, eu não tinha até a oitava, né, até a minha oitava, aí uh resolveram colocar de novo o grêmio, né, para representar, e tudo os estudantes, para poder ter mais uma voz com a direção. Aí nessa época da oitava, eu, mais uma amiga minha, mais um pessoal, a gente foi lá chamado e tal, aí a gente montou um Grêmio lá para tentar É, melhorar as coisas lá, mas é meio naquelas, né? Estava meio difícil lá até porque depende muito da direção, assim, era difícil arrecadar dinheiro e tal, do grêmio ter coisas para fazer as festas e tal, não sei o que, cuidar de atividade esportiva e tal, mas... Foi uma foi um início, assim, foi uma tentativa. Eu acho que ainda tem hoje lá o Grêmio tipo. Depois que eu saí, eu não sei direito o que aconteceu com o Grêmio de lá, mas começou-se a ter essa voz dos estudantes mesmo, mas depois depois da nossa oitava, assim. Aí eu saí, logo depois eu saí.
E como vocês faziam para que atendessem os seus pedidos antes do Grêmio? Como que é?
Ah, a gente a gente fazia essas coisas, assim, o protesto do professor de história que a gente fazia, a gente procurava falar com a coordenadora e tal, apesar de que a presença da coordenadora na nossa sala foi meio que constante, assim, porque sempre tinha coisa bagunça, assim, para ver, né? Então, era gente que acendia não sei o quê, acendia bombinha não sei o que lá, virava as carteiras ao contrário, sabe? Teve uma vez que, nossa, nosso professor de educação física, não, mudaram um colega nosso, mudaram um amigo nosso de sala, para tirar, tiraram ele do meio da gente, assim, aí, nossa, teve um dia que a gente, a gente foi todo mundo de chinelo, assim, descalço que não podia ir de chinelo na escola, sentou todo mundo na carteira, assim, e, eh como é que era, e a gente não falou nada o dia inteiro, passou o dia inteiro a sala em silêncio, total silêncio, teve uma hora que os professores pararam até de dar aula, aí veio a coordenadora falar com a gente, né, Aí a gente explicou e tal, não sei o quê e tudo. Teve vezes que a gente já virou de costas, se recusou a ter aula mesmo. Foi foi um negócio meio tenso lá. O pessoal do Colégio Santana não sabia direito o que fazer até. Inclusive, depois que na oi depois dessa oitava, a ma toda a minha sala se frame se fragmentou. Então, a maioria foi para cada um para o seu canto assim, cada um para um colégio. E aí até os professores, depois que eu voltei lá, eles falaram assim, nossa, o que que a gente, eles pensaram assim, pararam, tipo, o que que a gente fez, né? Para, de repente, todo mundo querer sair, assim, do colégio, né? Se fragmentar, né? Por que que isso aconteceu, né?

E agora, assim, voltou lá, está ganhando mais alunos, até o colégio voltou a crescer, assim, está diferente. Está bem legal, assim. Assim, em certo ponto, diferente do que era da minha época, mas está voltando a crescer, assim. Voltando a ser legal.
Vocês fizeram várias coisas.

Queria saber se esses amigos dessa época, você ainda é amigo hoje?
Esse amigo... Que cada um foi para um colégio. Ah uh ah Ah, que cada um foi para um colégio?

Então, tem alguns que ficaram. Esses alguns que ficaram, eu ainda tenho bastante contato até, assim. A gente não sai muito frequentemente, como antes, mas procura sair, assim, pelo menos uma vez por mês, tal, para se falar, assim. E teve um amigo meu que... Na verdade, teve uma amiga minha que caiu na mesma sala que eu, na ETESP. Ela fez o vestibulinho comigo. Ela foi no dia lá comigo. Na verdade, ela mora do lado de casa, então eu conheço ela vários há, tipo, cinco anos já. Aí, ela foi muito engraçado que ela caiu, assim, era totalmente improvável, cento e sessenta, a ETESP são cento e sessenta vagas, é sorteio por computador. Então, eu falei assim, ah, a gente não vai cair na mesma sala, né, não é possível. Aí, na hora da lista, lá não deu outra. Meu nome é Marcelo, o dela é Nayara, né, veio logo depois. Ela falou assim, pô, você caiu na minha sala, seu droga, a gente vai ficar mais três anos da vida convivendo, sabe, tipo... Aí ela eu falo todo dia, eu sempre sempre a vejo, a gente às vezes volta para casa, que é o mesmo ônibus e tal, então a gente sempre está junto. Tem um amigo meu que caiu numa sala diferente, tem amiga minha que foi, por exemplo, para o Sion, na Vila Maria. Teve outros amigos que até... De lá, assim... Lá é engraçado, assim, que você vê meio que uma certa... Lá é meio que a classe média do da Zona Norte, assim. Então, era uma classe média eh... De classe média rica até, tipo, classe alta, assim. Eu me considero classe média, assim. Não posso dizer que eu sou classe média alta, nem que eu seja abaixo da classe média, assim. Mas minha renda é relativamente alta. Mas você percebe que lá era uma classe média forte. Então, hoje em dia, assim, a maioria das pessoas que ficou por lá, assim... Algumas. Teve muita gente que começou a a se envolver com maconha, sabe? Se envolver com briga de rua, com gangue, entendeu? Então, eu fui até recentemente na festa junina de lá e você olha assim para os caras e fala assim, nossa, é a decadência da classe média brasileira, sabe? Todo cara ricaço achando que é malandro, assim, que anda e tal, que acha que é... Que é o gostosão, assim, na verdade, quando não é, tipo, falta identidade, sabe? Então, muita gente do Colégio Santana, assim, eu sinto que perdeu, assim, a identidade, sabe? Perdeu meio o caminho. Então, muita gente largou a escola, largou os estudos, acabou indo trabalhar, assim, coisa de telemarketing e tal, tipo, não que eu desvalorize, mas... sabe, largar os estudos do ensino médio por nada, assim, aí é realmente é embaçado, aí você ouve umas histórias também meio embaçadas de lá, assim, de tipo churrasco que tem lá, o pessoal se enche a lata toda hora, sabe, eh se envolve muito com drogas, assim, então, tipo, amigos meus que, assim, eu não nunca pensava que iam de repente, sabe, está se envolvendo com droga e tal e tudo, estão começando a se envolver, assim, se perderam também. Apesar de eu ter contato com eles e continuar conversando, assim, normalmente, tal, de ser serem pessoas legais, assim, tem um certo ponto agora que eu vejo, assim, sabe, que não que não faz mais... Aquele lugar não era mais para mim, sabe? Já não já não era mais

Pensava em teatro? Já gostava de teatro?
Sim eh Eh

Teatro, na verdade, eu comecei a fazer no Colégio Santana até. Eu ganhei um uma um concurso lá. Foi o único concurso que eu ganhei na vida, porque depois acabou, não ganhei mais nada. Foi um negócio assim na... Acho que foi na quarta série que eu ganhei um negócio assim, um sorteio lá para fazer aula de teatro de graça. Aí eu fiz seis meses e apese e apresentei uma peça. Aí eu parei assim, mas eu gostei muito de fazer teatro, até porque me fez assim me deixou mais espontâneo né, mais eh mais fácil de mais extrovertido, mais fácil de falar né, é e ajuda mesmo, não tem como. Aí eu gostei muito assim do teatro, aí eu fiquei um tempo sem fazer, e há seis meses, não, é, seis meses atrás eu tinha Um ano atrás, um ano e meio, eu comecei a fazer no na escola de teatro Macunaíma. Aí eu comecei a fazer o curso técnico de teatro mesmo. Aí eu fiz o básico, fiz um mais de seis meses de de um pedaço, aí eu comecei a fazer um pedacinho esse começo de ano, só que aí eu tranquei. Tinha muita coisa, eu comecei a fazer um curso técnico e tal, aí não dava. Mas o teatro foi sempre uma coisa que eu gostei muito e Hoje em dia, por exemplo, nas férias eu vou praticamente todos os dias. E teve muitas coisas de teatro já que que me marcaram bastante. Assim até porque eu acho que o teatro assim, na hora que você está lá no palco e você, não só como ator, mas como plateia também, você sente a energia sabe fluindo assim. É uma coisa mais... É aquela aquela história assim, você tem que ser muito rápido assim, porque teatro nunca é a mesma coisa. É sempre a plateia diferente, ou então as coisas que acontecem na hora diferente. Então é sempre um jogo assim muito muito interessante. Assim, é um jogo muito muito rápido. E as pessoas assim que conheci no teatro também são muito legais. Assim, são totalmente loucas. As pessoas que fazem teatro são totalmente piradas. Assim, tipo a escola, o Macunaíma. Eh você vê, assim, eh a primeira vez que eu cheguei lá para fazer o básico, assim, eu eu estava meio tímido, assim, que eu tinha ficado muito tempo sem fazer, eu acabei me retraindo um pouco, assim, eu sei que eu cheguei lá, assim, as pessoas todas se falando, assim, fazendo os malabarismos e conversando e gritando e rindo alto, fazendo umas loucuras, assim. Aí eu sei que eu entrei para a primeira aula de teatro, assim, a professora mandando fazer negócio lá, um contar a história para o outro, brincadeira e tal, não sei o quê. Eu falei assim, o que que eu vim fazer aqui nessa aula de teatro, essa coisa esse pessoal doido, assim, depois de um tempo. Aí depois de um tempo eu acostumei mesmo, eu falei, já, aí já estava lá mesmo, né? Falei assim, ah, então vamos ver o que que dá. Aí eu gostei, tipo, eu eu gostava muito de fazer assim, eu me dedicava muito ao teatro. E é capaz que eu volte, acho que eu vou voltar a fazer até. Nossa, no palco, já teve Já, já teve vezes que me marcou. Teve, teve uma vez até que foi, nem foi peça, assim, foi ensaio, assim, que a gente tinha as aulas, né, e tinha ah a aula de análise ativa, que é você pegar o texto, a professora te dá o que fazer, e você tem que fazer as ceninhas para ela, tal, para você alcançar lá os objetivos que tem que alcançar né, de atuação e tal, compreensão da peça, fazer o cenário, figurino e tudo mais. Aí eu sei que nesse era começo já tinha passado o básico, que o básico do teatro é só para as pessoas que querem mesmo eh ser deixar de ser meio ex introvertida sabe, ser mais expansiva tal, o básico é mais light. Aí já estava começando assim a fase mais teórica do curso mesmo, para quem quer começar a ser ator. Aí, nesse nesse começo, eu já estava na sala, já que ia ficar mesmo, aí uma das primeiras aulas, as primeiras não, tive as primeiras aí, mas de logo depois, assim, já estava começando a ter complicar mais a aula de análise ativa, aí teve uma hora que, teve um dia que eu fui fazer uma uma cena com uma amiga minha, né, para mostrar para a professora, a gente preparou tudo, só que tinha uma parte da cena que eu tinha que dar uma garrafada nela. E e era a gente estava comprou uma garrafa PET de de dois litros, encheu de água para para dar a garrafada. Só que aí tem um negócio no teatro que a gente, quando começa o pê á um, que é o Preparação de Atores Um, que é o primeiro estágio, eh a professora martela muito na sua cabeça que é a verdade teatral. Você tem que ter verdade na hora que você está fazendo a cena. Você não pode ser você na cena, você tem que ser o personagem. Você não pode mais ficar pensando como você faria. Você tem que a sua mente tem que estar o personagem na cena, que é o que ele, que é a verdade teatral né. E aí minha professora falava assim... Na hora que você for dar uma porrada em alguém, você dá a porrada de verdade, mas você tem que ensaiar, você ensaia antes, né, para vocês saberem a medida correta, mas que seja com verdade, né, não vai dar um tapinha de mentira na pessoa, você tem que fazer com verdade. Aí eu sei que eu tinha ensaiado com ela garrafada, tal, não sei o que. Aí na hora de fazer a cena mesmo, de apresentar para a professora, que a professora ficava assim na sala, aí ficava a gente ficava eu ficava atrás da porta, minha amiga lá, acho que era uma peça, não lembro, acho que era do Chico Buarque, eu não vou lembrar da peça agora, eu sei que tinha isso. Aí ela era ma minha mulher, eu estava a arrumava a casa tal, não sei o quê. Eu sei que uma hora que o personagem ficava com raiva dela, que ela acho que tinha traído ele, não sei o quê, aí na hora de dar a garrafada, eu peguei assim a garrafa, Aí eu aí eu pensei assim, falei assim, puta, se eu der com fraqueza né, se eu der fraco, a minha professora vai falar, ela vai reclamar comigo. Agora, se eu der forte, capaz que eu machuque, não sei o quê. Aí eu sei que, eu falei assim, ah, quer saber, já não tem jeito. Eu pá dei a garrafada forte mesmo na minha amiga. E ela não esperava a garrafada forte, ela pensava que ia ser fraquinha, assim. Aí ela até ela até parou, assim, no meio da cena. Ela caiu mesmo, tipo, ela pufe derramou assim no chão e eu parei assim na hora e falei assim, meu Deus, eu matei ela da garrafada. Aí todo mundo olhou assim, espantado, né? Aí ela virou assim para mim ela falou assim, você não tinha me falado que você ia dar com tanta força a garrafada, né? Por que que você fez isso? Eu não sei o que e tal. Aí a minha professora de teatro ela falou assim, calma Marcelo, calma, você tem que entender, você foi e tal, mas tudo bem, faz parte, não sei o que, coitada da minha amiga. Ela balançou assim, eu lembro até hoje, ela balançando assim, tipo caindo assim, sem saber onde cair, porque a gente tinha combinado o lado que cair, mas eu dei com tanta força que ela nem, ela nem... Caiu mesmo, ela sentiu a pancada mesmo, sabe? Foi, tipo, foi muito engraçado, assim. Logo depois ela deu risada, assim, mas ela ficou falando assim, você queria me matar, né, seu desgraçado? Me pegou de jeito, e tal, não sei o quê. Isso foi uma foi uma cena engraçada que a gente aconteceu lá numa

Você lembra de mais alguma? De alguma história?
Ai, do Macunaíma, ãh deixa eu pensar, teve outras coisas assim, por exemplo, eh se você não, a gente tinha um diário da turma, aí a gente escrevia as coisas, cada era eu fazia aula de sábado né, aí cada sábado a gente passava o diário para um e tinha que ler assim, no meio da turma, tal. Aí teve uma vez que um cara que levou o diário esqueceu. Só que aí se você esquecer, paga a prenda. Porque não pode esquecer lá o diário, assim, é meio sagrado, sabe? Tipo, disciplina. Para pessoa aprender a ter um pouquinho de disciplina. Ah, aí a gente fez ele ir lá na turma de básico e ele teve que dançar e cantar lá no meio da turma, assim, umas coisas nada a ver, assim. Tipo, ele pagou um micaço, sabe? E a turma de básico, assim, ficou olhando para gente, tipo, nossa, quem são esses doidos que fazem preparação de atores um, né?

Uh metade a gente pensou assim, a metade do curso de básico está desistindo agora, porque eles viram o que acontece com as pessoas que fazem coisas no Macunaíma assim. E era engraçado também que tinha tem a feira lá na frente da Marechal Deodoro, Aí, às vezes, a gente tinha que sair correndo lá atrás de coisa para pegar, comprar fruta e tal. Então, os tiozinhos da feira já sabiam que tinha teatro. Aí, sabia com quem eram mais ou menos os os atores, né? Quem eram os estudantes e tal. Aí, brincavam lá. Não sei quem, vai comprar para fazer É, vai e tal. Não sei o quê. Aí, era gostoso, assim. Era bem bem divertido ali
na Marechal. E você vai muito ao teatro?
Vou, eu vou vou bastante, com bastante frequência. Até porque minha professora falava assim, quem faz quem quer fazer teatro, quer ser ator, tem que ver peça de teatro obrigatoriamente. Então, tipo toda praticamente toda semana eu estou indo assim, principalmente aquelas peças de graça lá no na Fiesp, Centro Cultural também eu procuro ir, até porque as pagas são meio embaçadas também, que é meio carinho, sabe? Mas eh já fui ver comédia esse mês tal não sei o que, várias coisas.
Qual foi a última que você viu.
A última que eu fui chamava Desatino e era na Fiesp, assim, aí eu fui com... Foi nesse dia do velhinho até, da Paulista, lá do Vão do Masp, a gente saiu direto e foi lá ver essa peça e tal, e era tipo era uma peça que, nossa, era muito boa, realmente, tipo, eu não tive o que falar da peça, assim, porque estava tudo muito bem feito, o cenário, assim, e era um lugar meio pequeno, assim, e tal, aí foi uma das primeiras peças, acho que eu vi... É, foi uma das primeiras peças até que eu vi com a minha namorada, assim, aí a gente estava lá, estava... Aí, tipo, uma prima da amiga dela também fazia e tal... Aí foi bem foi bem gostoso assim ir lá na Fiesp até. Quer dizer, sempre a gente sempre marcava de ver essa peça, só que sempre dava errado, porque os ingressos você tem que comprar muito antes. Você tem que comprar. É de graça né, você tem que pegar ele muito cedo na Fiesp. Então, a bilheteria abre onze horas, você tem que estar umas oito da manhã, dez horas lá para pegar o ingresso, porque é concorrido né. Então, a gente sempre marcava e não dava certo né. Aí ficava lá na Paulista, indo para lá e para cá, para lá e para cá. Ou vai no Center três, ou vai no Starbucks tomar café, não sei o quê. Então, a gente sempre ficava por lá, assim, era bem
bem gostoso. Marcelo, só voltando um pouquinho lá para a sua passagem do Colégio Santana para a ETEC. Uhum. Como que foi que foi surgindo essa sua vontade, essa sua
Ah, então, o Colégio Santana, depois de um tempo lá, eu eu estava meio que sentindo que as coisas iam mudar lá, já não eram mais as mesmas. Aí eu falei assim, ah, eu não, tipo, eu quero ver coisas diferentes, sabe, até porque eu só ficava lá no bairro de Santana, na Zona Norte. Eu falei assim, ah, vou para ETESP e tal. Aí eu aí uma amiga minha, na verdade, uma amiga minha me falou, essa amiga que está na mesma sala, ah, vamos fazer e tal. Aí eu fiz, né, fui ver o que dava, vamos para as cabeças, né, se der, der, se não der, também, paciência. Aí aí eu fui tendo a vontade tal, tinha bastante gente para ir embora, tudo. Aí eu falei assim, ah, eu vou, né? E até foi meio difícil assim, porque no colégio de Santana eu era assim um era até um era um bom aluno assim. Eu Teve uma época, assim eu era um bom aluno porque, por exemplo, eu tenho que remeter antes porque para entender, porque eu fiquei um bom aluno. Até a terceira série eu não fazia nada. Eu eu tinha preguiça de decorar tabuada, eu tinha preguiça de fazer desenho, eu tinha preguiça de fazer coisa de português e tal. Minha mãe brigava muito comigo. Só que aí na quarta série eu fui na terceira série eu fui colar assim na prova de tabuada. Na prova de tabuada, um absurdo, era muito fácil. Depois depois eu vi assim, eu falei era muito fácil. Aí eu botei o caderninho do lado assim, teve um amigo meu, filho da mãe, amigo meu, ele me denunciou para a professora assim na mesa da frente. Aí a professora levantou assim no meio da sala... Menino, você pensa que eu sou palhaça? Não sei o quê. Pegou minha prova, deu um zero, assim, gigante, assim, redondo, assim. Escreveu um negócio lá para os meus pais e eu sentei na carteira. E, tipo, todo mundo do meu lado estava colando, mas só eu fui pego daquela vez. Aí aí eu fiquei, aí eu tomei, tipo, meu pai e minha mãe não deram bronca, porque eles não, deram bronca, mas, sabe, eu pensei que eu ia apanhar feio em casa. Mas não apanhei, assim, eles só falaram, assim, sabe, não sei o quê. Aí eu sei que depois daquela época eu falei assim, ah, agora vamos ver só, eu não vou colar mais e eu vou tirar só dez nessas porcaria. Aí eu comecei, aí eu viciei em estudar Aí eu só queria tirar Tanto que meus boletins eram meio tipo dez, dez, dez em tudo, assim, até que eu consegui fechar na sétima série tipo dez em tudo, entendeu? Aí aí, na oitava, assim, que eu comecei a falar assim, não, acho que não precisa também exagerar, assim, né? Não precisa ficar nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Aí, nessa oitava, já estava todo mundo mudando, aí eu resolvi mudar também de colégio, assim, ir para novos ares, assim. Mudança, às vezes é, acho que é bom, assim, até porque eu achava que lá não tinha... Tinha mais a ver. Aí na hora que eu cheguei na ETESP, na ETESP eu vi, nossa, eu falei assim, esse lugar aqui é a minha cara, sabe? Na hora que você sente quando você entra num lugar assim, você sente que, meu, é aqui que eu eu gosto daqui, sabe? Aqui que é um ambiente bom. E lá é assim, lá é totalmente diferente do Colégio Santana. Lá você entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser, tem aula a hora que você quiser, não tem também se você não quiser, se você não tiver assim afim de ver aula, você pode sair, pode... sei lá, ir para qualquer lugar. E lá também é muito fácil porque está praticamente do lado do centro, então a gente pode se deslocar fácil, assim, para Pinacoteca, Shopping Dê, Shopping Center Norte, ou então ir lá para Paulista mesmo, ou para o Ibirapuera. Aí então ficava ficava fácil, assim. Na ETESP mudou muito isso de de amadurecer mesmo, assim, porque Lá no primeiro ano, assim, você chega no primeiro dia, você vê, assim, nossa, muita gente, aquele aglomerado e tal. Aí tinha trote também, né? ETESP tem trote, né? E aí não teve jeito também. Eu tomei trote no primeiro dia de aula, né? No primeiro dia de aula, trote foi o quê? Os caras pegaram a minha mão, assim, pintaram a unha de vermelho, escreveram bicho e tal, não sei o quê. Me fizeram subir numa árvore e gris e gritar, eu amo a Jane, para você ter uma ideia. Aí depois, aí a primeira semana inteira é só de trote, só que eu só fui no primeiro dia e o resto eu escapei. Aí a gente, aí nessa hora você fala assim, nossa, eu estou num lugar diferente mesmo aqui, tipo, vai ser bem diferente. Aí você já começa a conhecer o pessoal e tal. Teve logo depois gincana, que lá nos primeiros anos tem gincana para integração e tal, aí a sala já se juntou um pouquinho mais para ganhar e tal, a gente corria atrás das coisas. Foi bem diferente, assim, até porque o pessoal de lá, principalmente da ETESP, são pessoas muito diferentes, assim, eh perfil totalmente diferente do Colégio Santana, porque o vestibulinho seleciona muito bem, assim, então, eh você tem muita gente inteligente, assim, mas também que sabe brincar, sabe? Tipo, sabe... A hora das coisas, assim, então, é sossegado, assim às vezes a gente sai e tal, mas é um pessoal muito cabeça, assim, entendeu? Tipo, muito, eh é bem diferente do perfil do Colégio Santana, assim. Aí, eu gostei muito de lá, assim, gosto.
E é uma prova que você faz? Como que é?
O vestibulinho é, são sessenta questões, aí você faz, tal. É numa escola pública que você faz. Inclusive, no dia, até, eu estava no mesmo prédio de um monte de gente que acabou indo para ETESP também. Indo eh estudar na mesma sala, até, mas... Aí a gente ficou sabendo depois, assim, tal. E... O vestibulinho, até que, na nossa época, não estava tão difícil assim. Mas eu lembro que a gente fez, tal, a gente ficou meio assim, né? Putz, será que vai passar? Porque se não passar... se não passasse na ETESP, eu ia ten, eu tentei federal junto, mas aí ia ficar meio embaçado, porque no colégio Santana eu já tinha falado, ah, aqui eu não fico mais, sabe, não quero mais aqui, não sei o que, pô, e aí eu não ia voltar com o rabo entre as pernas para o colégio Santana, né, eu falava assim, ó, aqui não dá para ficar. Aí a gente fez a prova, E aí a gente ficou assim, eu e a minha amiga, né, que ela também era da minha sala né, que ela falou assim, puts, a gente tem que passar, né, porque se não passar, vai ser embaçado, já pensou voltar para cá, tipo, depois de ter zoado para caramba, falado que não queria mais, não sei o que, aí complica, né, e tal. Tinha uns professores até, eles estavam meio assim, tinha professor já que não olhava muito na minha cara não, assim. Eu tinha falado, ah, não quero mais estudar aqui, quero procurar um lugar novo, diferente, e tinha professor que... Falou assim, não, você está errado, está cuspindo no prato que comeu e tal. Tipo, falei, ah, só quero, tipo, buscar novos lugares e tal. Aí, aí logo depois que saiu o resultado, nossa, a minha amiga estava falando por eme esse ene com ela, ela falou assim, ó, você passou, né, tipo, saiu antes. Aí eu comecei a pular, que nem um doido em casa, lá, pulando. Botei o som alto, assim, na última altura e fiquei lá em casa, assim, que nem doido, liguei para os meus pais e tal. No dia até a gente foi jantar, assim, num lugar lá, num restaurante, que era comida sul-africana e tal. Foi gostoso. O cara deu até champanhe para gente, assim, que eu tinha passado e tal.

Que bacana. E eh o seu curso técnico é em quê?
Eu fa eu fazia curso técnico de gestão ambiental. Eu fiz seis meses de gê á lá na ETESP mesmo. Aí era assim, passava uh esse semestre todo eu passei o final de manhã no médio, aí a tarde ia para o ia para o técnico direto. Só almoçava rapidinho num restaurante lá perto por quilo, com tipo dois amigos meus. Aí a gente saía já, cada um ia para o seu técnico, eu ia para a ETESP, entrava na sala de gê á assim. Na verdade, gê á foi um curso, gestão ambiental, foi um curso bem legal assim, porque eh é um curso que dá dá muita noção assim para você das coisas que estão acontecendo agora assim, de você preservar realmente o meio ambiente e tal, encontrar alternativas e tal, soluções. E foi bem interessante assim, porque a gente foi para teve uma a gente fez passeio assim então fez passeio para que nem doido, todo mundo escorregando na lama, era uma beleza. Todo mundo saiu todo sujo de lá, porque na trilha metade escorregou na lama, assim, e outra metade saiu limpinha, conseguiu. Aí chegava assim na praia em São Vicente, era uma praia deserta, assim, bonita. Foi muito gostoso, assim, e também porque lá, assim, na ETESP, a ETESP é um lugar que não para, então você tem turma de manhã, de tarde e de noite. Então, a gente saía, assim, do técnico, acabava ficando ali na cantina mesmo, conversando, assim, jogando papo fora e tal. Aí, às vezes, saía um pouco também para ir comendo umas batatas lá que vende lá perto, sabe? Aquelas batatas bem fritonas, assim, com queijo, cheddar, não sei o quê. Aí, juntava toda a turma, assim, ia junto comer e tal. Dava só dava só besteira, assim, era engraçado. Muito engraçado. Não, eu só fiz esses seis meses, aí eu parei, porque não estava aguentando mais, não era muito isso que eu queria mesmo.
Então, agora você faz o médio?
Uhum, por enquanto.
E como que como que surgiu esse de gestão ambiental para você?
Ah, eu escolhi porque eu assim eu eu sou meio eu tenho meio eu sou meio idealista assim, aí eu falei assim, ah é um curso assim que eu acho que tem a ver e tal comigo e e é importante assim, eu achava importante isso. E eu ainda acho importante, apesar de ter parado assim, ter trancado. porque eh tendo lá as aulas, você para assim para ver e tal, e fica sabendo de coisas assim sobre alimentos orgânicos, que é legal de saber, tipo, eh a gente fez bastante estudo também sobre usina de cana-de-açúcar, foi conhecer eh pessoal que faz eh cata lixo, né, catadores de papelão, que tem a vida sofrida também, nas indú eh que na verdade... reciclagem também é uma indústria, assim, então, também tem a sua certa exploração, tem a sua certa dificuldade, assim, apesar de dar, de ser bom, assim, para o planeta e tal. Então, lá eu aprendi muita coisa, assim, nesse sentido, e eu achava legal porque eu pensava, tipo, eu sempre pensei nessas coisas meio de meio ambiente, assim, né, tal, e eu queria achar um jeito meio que de ajudar assim o planeta e realmente é um curso assim que dá bastante base para você aprender a a viver tipo melhor assim, a como melhorar as coisas assim do ponto de vista de ter uma um desenvolvimento crescimento sustentável mesmo. Era bem legal. E Ah, sim, a gente dá um dá uma mudada, assim, por exemplo, economizar, eh fazer coleta seletiva em casa, estimular que as pessoas façam e tal, não sei o que, ser meio cri-cri, assim. Tinha uma professora que falou assim, às vezes você tem que ser meio que eco chato, sabe? Aí a gente falava assim, ah, como assim, né? Ela falou assim, não você tem que puxar em cima, tem que ir em cima e tal. Aí tem vários casos de gente que vai, fala com as pessoas na rua mesmo, não não joga lixo no chão, não sei o que e tal, não sei o que lá. Aí a gente fazia bastante coisa assim e tal. E era uma turma que foi foi bem legal, assim. Ainda tenho conversa bastante com eles, saio bastante com eles. É, tipo, é diferente, muda, assim. Mudou a minha vida, assim, gestão ambiental, assim, de tomar... Fazer aquelas pequenas coisas, assim, sabe? Tipo, tomar banho com menos tempo, tal. Ser mais consciente, não comprar tudo, assim. Antes de eu comprar qualquer coisa, agora eu penso assim, não. Tipo, o que eu estou comprando aqui? Eu estou comprando isso que eu preciso mesmo, realmente. Tipo, eu tenho um consumo consciente, sabe? Porque eu consumo, por exemplo, lá eu vejo que o consumo é o grande problema atual, assim, por exemplo, tendo o curso de gê
á. E na sua casa, Sua mãe, ela tá ligada nesse Você teve que chegar... Ah
Ah, mais ou menos. Eu tive meio... Depois que eu passei a fazer, todo mundo começou meio ah a fazer as coisas também. Eu tipo, eu só não virei vegetariano, assim. Muita gente na minha sala virou vegetariano, mas eu sou um carnívoro meio que assumido, assim. Então, a gente ia almoçar, assim, às vezes ia comer, todo mundo com salada, assim. Eu lá comendo carne, assim tal, falando, nossa, que coisa, né? Aí todo mundo, só você é errado aqui, sabe? Você é o único que não faz parte, não sei o quê. Mas, sei lá, é meio coisa de convicção virar vegetariano. Eu acho que ainda é muita muita coisa, assim. Aí eu continuei. Nisso só nisso eu não mudei, mas em casa, tipo, todo mundo, meu pai começou a fazer tomar mais cuidado assim com as coisas, minha mãe também. Aí separa tudo direitinho. Aí pegaram o hábito com o tempo. É questão de hábito,
Em algum momento esse tema do meio ambiente e o teatro se juntaram, se encontraram na sua vida, assim? Hum mais não não
não exatamente. É, não que eu tenha feito nada, assim, tipo, com isso, assim, mas muitas coisas acontecem, assim, tipo, por exemplo, amigos meus que faziam design gráfico precisavam de coisas de informação sobre o meio ambiente, tal, não sei o quê. Outras pessoas também faziam design de interiores, tal, então sempre pedia ajuda, assim, ah, fala uma coisa, tal, não sei o quê, dá uma ideia, tal, e tudo. Mas o teatro, o teatro teatro vem, ele é meio... É algo assim que, não sei te dizer, é meio que me dá um... Eu me sinto muito bem fazendo teatro, mas depois, quando eu fiz gê á, assim, eu deixei meio de lado, assim, o teatro. Fiquei um tempo só fazendo isso. Aí depois que eu tranquei gê á, agora é capaz que eu volte vou voltar a fazer teatro, eu vi, assim, que o teatro é muito importante mesmo, assim, porque é é divertido, e é gostoso, assim, o teatro tem uma magia legal.
E, Marcelo, qual que é assim o seu sonho, sabe? Quando você pensa hoje em dia, o que que é a próxima coisa que você quer fazer assim?
Ah, então... Sim, por exemplo, voltar a fazer teatro é minha grande vontade agora, assim, de pegar firme mesmo e fazer até o final. Mas por muito tempo, assim, eu tive, eu tive muitos, tipo, muitas coisas, assim, por exemplo, de pequeno eu era fascinado, assim, por, tipo, muito, mudei muito, assim, pequeno eu era fascinado, assim, por ônibus, assim, eu gostava de pegar ônibus, assim, tinha um motor, assim, do ônibus, sabe? Então eu era amigo de vários cobradores, assim, de vários motoristas, tal, e tudo. Aí era era muito gostoso. Aí depois eu queria ser motorista de ônibus, aí depois eu queria ser bombeiro, mas hoje em dia eu vejo assim, eu gosto de atuar e teatro é o que eu me sinto bem e eu vou fazer. E outra coisa que é alguma coisa que eu vou fazer de humanas, assim, provavelmente vá trabalhar em ONG, assim, meu sonho é trabalhar em alguma ONG, assim, ou ter minha ONG própria, para ajudar, assim, alguma comunidade, ou então trabalhar em prol do meio ambiente, alguma coisa relacionada a teatro também. Esse é um grande sonho que eu tenho.

Eu queria saber, assim, que como você se sentiu em contar um pouco dessa história para gente? Primeiro, se você tem mais alguma coisa para contar, que passou por essa cabeça e que a gente não tocou no assunto, mas que apareceu
aí. Nossa. Ah, eu não vou lembrar agora. Acho que até acho que até tem mais coisas, mas não vou lembrar, tipo, de todas, exatamente.
É, nunca dá né? Mas eu queria eu tinha uma pergunta aqui, Você lembra qual foi a primeira peça de teatro?
A primeira peça de teatro que eu vi foi hum foi Pinóquio com a minha mãe. Foi em Santana, num espaço público de apresentação de teatro. Ai lá lá eu acho que essa pri essa peça eu vi até eu fiz uma peça antes e depois eu eu vi. Na quarta série eu fiz a peça lá, que era acho que ah era era uma coisa lá... Ah não vou lembrar também, esqueci. Mas eu fiz uma peça antes, aí depois eu fui ver essa, acho. Aí depois até eu eu comecei a ver mais teatro, assim. Daquela vez eu eu que eu já tinha feito, eu me senti legal. Falei assim, nossa, eu já fiz ali, sabe? Tipo, eu já estive ali na no palco ali também. E foi gostoso, assim. Foi um dia até que ela... Minha mãe lembra até hoje assim. Lembra da primeira peça que a gente viu, não sei o quê e tal. Aí eu é eu lembro, tal, não sei o quê. Aquilo foi muito gostoso, assim. Foi um momento que eu tive com ela, assim, que foi muito legal.
E a primeira que você... Que você atuou na primeira peça. Que eu
foi essa na quarta série. Eu fazia um cara que era chamado... O personagem eu lembro. Chamava Ouvido Fino. Então tinha... Era um cara que tinha um ouvido super apurado. Aí tinha um cara que tinha uma visão super apurada. Aí tinha outro cara que tinha um paladar super apurado e tal. O outro tinha o olfato e era residia nisso, assim. Aí tinha uma princesa, que a gente era os conselheiros dela e tal. Aí tinha um cara lá que a gente tinha que salvar, que era o que ia casar com ela. E aí eu fazia esse tipo esse ouvido fino, assim. Eu lembro que minha mãe corria atrás de roupa para ir, que foi difícil de arranjar. E aí ensaiava, tipo, toda noite, era de noite, ah os ensaios e tal. Eu tava na quarta série, né, eu era bem bem novinho e tal. Aí eu achava tipo fantástico, assim, que eu conheci bastante gente diferente, que era de várias séries, assim, né. Aí tinha gente mais velha, gente mais nova, então foi bem legal. Aquilo foi bem diferente, a experiência tipo teatral, assim, a primeira que eu tive.
E sua mãe continua te acompanhando nas
Continua. Ah a gente procura ir junto, assim, sair. Principalmente meu pai e minha mãe. Eu procuro sair com eles também, assim. Apesar de eu sair bastante mais agora com com os amigos e tal, né? Mas eu saio saio bastante com eles. Até eu fui na... A minha ex-turma, ela apresentou uma peça também esses dias. Aí eu fiz mesa de som para eles, porque eu tranquei o teatro, né? Aí eles me chamaram assim, ah, vem fazer mesa de som para gente e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá e eu fiz a mesa de som para eles. Aí eu chamei meu pai e minha mãe para ver as peças deles e tal. Eles até tão foram até chamados para apresentar no Itaú Cultural. Então eles fizeram fizeram um negócio muito bem feito. Ficou ficou bem bacana o que eles fizeram. Ficou bem bem
bem legal. Falando dos amigos assim, quem mais que você que você costuma com eles hoje em dia assim? Vocês
É, show também a gente começou a sair muito depois de um tempo. Assim, principalmente, não sei se vocês já ouviram falar do Teatro Mágico.

O Teatro Mágico é é, tipo assim, eu eu entrei no ETESP e eu ainda não conhecia o Teatro Mágico. Aí a minha namorada e a amiga dela, são muito fãs, né? E aí elas falaram um dia para mim, ó, ouve isso aí. Eu falei, ah, ah isso aqui é meio... Meio ruimzinho, né? Não é muito legal não, não levei muita fé. Aí teve um dia que elas me levaram para ver a... Como é que era? Foi foi até recente. É o segundo eh... Um show deles aqui no Memorial da América Latina. Foi que teve o segundo ato lá. Aí, nossa, foi... Foi bem, assim, foi bem legal. Porque o show era totalmente... É totalmente diferente do cê dê assim. E aí eu comecei a respeitar o Teatro Mágico, porque eles são uns caras porque eles são uns caras bons. Mas esse não foi o primeiro show que eu fui. O primeiro show que eu fui foi com foi do Nando Reis, no Credit Card Hall, com meu pai e minha mãe. E a minha amiga, que está que eu conheço há cinco anos, assim ela era super fã e tal, não sei o quê. Aí vamos no show do Nando Reis, vamos, vamos, vamos. Aí vamos lá. Aí fui lá no Credit Card Hall à noite com meus pais e tal, e foi bem legal também que Foi um show, assim, que a gente ficou lá, se divertiu, pulou bastante, assim, era bem gostoso. E o Nando Reis, assim, é muito legal a música dele
E depois, tiveram outros shows?

Show, assim, grande, não. Depois mais shows pequenos, assim. Fora também muito concerto, assim, que eu já fui também. Tipo, levei gente num concerto e tal. Eu levei... O pessoal da ETESP. Teve gente que eu levei a primeira vez para ir no Teatro Municipal, que não conhecia e tal. E eu Minha mãe, ela me levou desde pequeno lá no Teatro Municipal também para ver concerto, para ver... É, acho que teve uma vez eu vi balé, então era bem legal, assim, que eu gostava muito de ir lá e tal, aí ninguém conhecia e tal, então vamos, vamos ao Teatro Municipal, vamos. Aí tem um amigo meu que gosta de música clássica também, então a gente vai também bastante no Teatro Municipal, assim, com bastante frequência até, assim, para, para, normalmente, assim, o Teatro Municipal nem sempre todo mundo vai com frequência, né? A gente vai até com uma certa frequência lá, é bem legal também. Na virada cultural, não, eu não consegui ir porque meu pai não deixou. Eu perdi o show do Teatro Mágico também na virada. Aí depois, ele no dia seguinte, ele olhou assim para mim Foi mancada, Não deixar você ir né, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, é... Você está vendo, né?

Ele falou que, tipo, estava com medo, sabe? De ter muita gente, é... Sabe? De ter gente, assalto e tal, não sei o quê. Muito medo mesmo, ele tem muito medo mesmo. Aí, depois ele falou assim, ah, tudo bem. Vai, da próxima vez eu deixo você ir, tranquilo. Aí você vai lá e vê o show, esse tal, que você quer ver. Porque eu ia ver o Zé Ramalho naquele dia. que eu gosto muito, ia ver o Nando... Não, o Nando Reis não fez. Eu ia ver o Zé Ramalho, o Teatro Mágico e provavelmente o Cachorro Grande no mesmo dia. Só que aí eu não pude ir. Aí foi uma sacanagem, mas tudo bem. Aí eu falei, ah, tudo bem, pai. Faz parte, né? Ele é. Tudo bem, desculpa. Aí, essas essas bandas, assim, que se apresentam na rua e tal, tem uma coisa, assim, que eu acho legal de ir lá e ver, porque é importante, tipo, você ter, valorizar independente, assim, gente que faça show de graça ou faça em centro cultural, assim, porque a música, assim, para mim, por exemplo, tem que ser meio que descoberta, assim, você tem que meio que correr atrás também, assim, não só ficar no que tem nas rádios e tal, e que existe hoje em dia, só, você tem que meio que correr atrás do seu seu som, assim, das suas coisas.
Vez que você entrou no municipal Teatro Municipal aqui? Ah
A primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal eu era eu Eu lembro de uma vez que eu fui com a minha mãe no aniversário de São Paulo, que foi foi de graça até o concerto, né? E a gente chegou sem ingresso e estavam todos esgotados, aí eu sei que minha mãe entrou na fila lá, tinha um amigo dela, aí ela conversou, fez o que fez, arranjou dois ingressos para gente. Não sei como ela arranjou os dois ingressos, mas eu sei que eles pararam na nossa mão uma hora. Aí a gente entrou assim, e o teatro municipal ele é bem ele é bem grande né, bem majestoso assim, então eu entrei lá e falei assim, nossa, como é bonito assim, e na hora que começa o concerto mesmo em si, A música no teatro, ela ela vem assim, bate, na hora que bate em você, a gente estava muito próximo do pessoal, né, dos músicos, né? Na hora que bate, assim, você sente a vibração, você fala, nossa, parece você olha assim para o alto, você pensa assim, poxa, eu estou aqui num lugar histórico, que muita gente, até os barões de café, pessoas importantes, assim, ricas da sociedade e tal, já vieram aqui, tinham seus camarotes e tal. Ou eu ficava imaginando assim imagina quantas quantas pessoas, às vezes tipo casais assim, não ficavam se olhando assim, tal não sei o quê, esperando a saída do teatro, ou intervalo né. E aí o concerto acontecia e foi muito legal, porque eu gostei muito daquilo lá eu falei assim eu senti vontade de ir mais vezes e e ter estar lá mais vezes. Nem é tão caro, assim, né? E E eh tem bastante vaga, assim. Se você for lá comprar o ingresso, normalmente você vai achar. A não ser que seja uma um concerto muito famoso, assim. Aí a gente aí eu comecei a ir mais. Aí eu gostei, assim, peguei gosto. Aí eu falei assim, não, vou mais vezes. Aí eu fui indo em mais concertos, assim, e tal. Camerata, até, já fui. Lá é muito lindo, assim. Toda vez que eu entro lá, dá uma uma sensação, assim, nossa, estou num lugar... Diferente assim que, sei lá, emana Ah, eu já tentei fazer violão uma época, mas era meio preguiçoso também. Aí eu engano, assim, no violão, assim. Às vezes junta roda de amigos para gente tocar. Os amigos meus têm banda também e tal. A gente se junta, mas nem sempre sai muita muita coisa minha, assim. Eu Eu ouço mais eles tocando e tal. Eu sei bastante música, mas a tocar eu fiquei meio com preguiça, assim, de treinar, assim. Mas eu aprendi a tocar violão, O básico,

eu sei. Ah, bacana. Marcelo, é isso, veio alguma coisa na sua cabeça que você gostaria de falar para gente?
Nossa, ai estou pensando em algum em algum caos que aconteceu, mas... Teve uma... Ah, teve... Teve vezes ãh... Lembrei agora de pescaria, assim. O meu pai gostava muito de pescar uma época. E aí eh... Aí a gente foi pescar e tal. Era numa colônia. Aí era colônia de férias, que a gente... Ele trabalha eh de bancário, só que o banco tem uma um convênio com com a colônia dos oficiais da pê eme,, né? Aí a gente ia na colônia dos oficiais. Aí teve uma vez que a gente foi pescar num laguinho que tinha lá. Aí eu sei que aquela vez meu pai ele se sentou assim na margem, aí eu fui para o tipo um um lugarzinho, aí eu fui pescar lá e ficava jogando. Aí eu ficava jogando, jogando. Aí teve uma hora que eu tentava jogar mais longe, só que eu não conseguia né, porque era varinha de bambu assim tal. Aí eu me equilibrei numa perna só para jogar. Só que aí eu fui indo mais longe, assim, teve uma hora eu comecei a perder o equilíbrio, assim. Aí eu senti, assim, que eu ia cair, assim. Meu pai já levantou, eu vi ele levantando, assim. Aí eu estava para cair, assim, na água, tal. De repente, na hora que eu ia cair, tuf, eu botei o pé de volta, assim, quase. Aí meu pai já estava em cima, assim, querendo me pegar, assim, falando menino. Eu te avisei, você ia cair aí, não sei o que lá. Quase que eu tomo um banho bonito daquele dia. Aí meu pai ficou bravo, assim, ele quase... A gente foi embora no dia seguinte, assim de tão Tão bravo que ele ficou. Nossa, foi embaçado aquela vez. Quase que eu caí. Eu nunca senti tão próximo, assim, de tomar um assim, gostoso, sabe? Eu falei, nossa, eu ia dançar bonito. E era fundo o lago. Meu pai ficou muito assustado.

Quase me pega de jeito lá. Ele não me bateu, mas ele queria. A primeira vez que eu vi ele, nossa, com... Nervoso, assim, mas de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi embaçado. Foi dessa vez.
Que peixe que vocês pescavam lá? Ah lá
Lá tinha tilápia, assim, né? Pequenininha, só para brincar, assim. E ele sempre me levava para pescar e eu era acostumado, assim. Aí eu me distraía lá, ficava sossegado. Era bom que relaxava um pouco também, tipo, dia a
e tal. Hoje em dia você gosta de pescar?
A gente perdeu um pouquinho o ritmo de ir, assim. Até porque meu pai, ele estava ele voltou a pilotar. Tipo, ele ele voa de finais de semana, às vezes, entendeu? Então, sempre... Até a gente vai mais para aeroclube, assim, agora, do que pescar propriamente.
E você
Voei já. Fiz meu primeiro voo de tupi no Aeroclube de São Paulo, acho que foi ano retrasado. Eu lembro que ele me levou para voar, que o grande sonho da vida do meu pai era ser é ser piloto, né? Mas ele não pôde porque ele teve um descolamento de retina. Aí perdeu, tipo, setenta por cento da visão do olho direito. E aí ele ficou muito tempo eh sem sem meio Aí ele voltou a voar agora, que restaurou a vista, tal está melhor, conseguiu, tal e está ti tirou o brevê e tal. Aí ele me levava me levou em domingo aéreo para ver show da Esquadrilha da Fumaça, assim, a primeira vez. Me levou já para voar para muitos lugares, tipo, de avião, assim, eu já fui com ele até Florianópolis, a gente voou de comercial e tal. Foi bem legal. Aí a primeira vez que eu voei foi de tupi, assim, aí deixaram eu pilotar, tal, a gente foi até Jundiaí, aí voltamos, assim, meu pai ficou todo feliz, assim, né, de ver o filho voando, tal, que é, sabe, ele se empolga, assim, quando vê a gente voando, assim, fora que eu já voei avião de amigos dele também, era bem legal.
E você aterrissou
É, prati não, não, tipo, ele eu me deixou, assim, no controle uma época, mas na hora de pousar, ele falou assim, não, agora eu assumo, mas acompanha, sabe? Mas durante o voo, assim, ele me deixou voar, fala, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, acelera, tipo, diminui a potência, aumenta a potência, vê como é que é e tal. É bem gostoso, assim, voar, é uma sensação muito legal.
É, como que é essa sensação de você pilotar?
pilotar um avião é meio assim, porque a gente está aqui, né, dia a dia a gente vê várias coisas acontecendo na rua, né, às vezes eh nem sempre a realidade sempre tipo é muito bonita, agora quando você está no céu, assim, é só, tipo, a camada de nuvens, você no avião, lá, controlando, sabe, e não tem nada, assim, É só, durante o voo, você só fica concentrado no voo, assim, nas coisas que tem que fazer, na aceleração do motor, assim, e tem uma coisa muito legal, tipo, na hora que o avião liga, assim, que é quando faz o barulho do pistão, assim, que começa a girar, assim, é um momento que eu gosto muito, assim, porque o motor começa a pegar força, aí você põe a manete toda, assim, na frente, aí ele já... te toma, tipo, já te leva, assim, você está meio com o controle na mão. É engraçado voar, assim, tipo, ter a você está controlando o seu voo, assim, você poder voar, assim, é uma é algo muito gostoso, assim, é algo que eu gosto de fazer, é muito bom.
Bacana. Acho que é isso. hum, então, conta para gente o que você achou de contar um pouco da história para nós, de
Ah, eu gosto, eu achei legal, porque assim, eh eu gostei muito do projeto, porque eu achei que, eh no fundo, no fundo, é isso que a gente é isso que a gente tem a dizer, né, a nossa história, as nossas coisas e tal, porque quando você fala com os amigos e tal, ou com qualquer pessoa, você acaba sempre remetendo as histórias de vida que você tem, as suas né aquelas coisas que aconteceram e tal. E quando eu vi ela falando também, né, que ela tinha a... Qual que é o nome da moça?

A Karen falando que ela fez as entrevistas e ela começou a achar le perceber que é importante, o mais importante é você ver a história que a pessoa... E a partir dali você contar as outras coisas que vem e tal, não só... Tipo, ah, conheço a pessoa, ah, fulano é legal, ele é uma pessoa super gente fina e tal. E sim, buscar a história de vida que ele tem com a pessoa, assim, eu achei... Eu achei bem interessante, assim, eu achei que é, na verdade, é aquilo que mesmo acontece, porque os elogios, tal, passam, assim, mas a história que você tem fica. E eu achei eu achei muito legal e aí eu quis vir fazer e eu achei legal contar, assim. Pelo menos eu tenho a noção, assim, dezesseis anos não é muita coisa, assim, mas eh depois de um tempo quando eu ver isso, sei lá, eu vou ver e falar assim, nossa, como era, tipo, como eu era, sei lá, como que aconteceu, como que eu lembrava. Tem um monte de história para contar. É, isso é, eu tinha ah eu conven fora que consegui convencer a minha avó a vir aqui e a minha mãe também.
Ah, legal.
Elas vão vir, provavelmente.
Legal, Marcelo. Então quero agrade por você contar isso para a gente, compartilhar isso com a gente. Obrigadão.